Bom, vamos começar. O senhor pode falar o seu nome inteiro, por favor.

E o onde que o senhor nasceu?
Onde eu nasci? Não não tem assim lugar certo.

Conta a história. Registrei como tivesse nascido em Barbacena. Uhum. Meu registro como se eu tivesse nascido em Barbacena. Certo? Uhum.
E você lembra o dia?

Dia, o dia que está no registro.

Centos cinquenta e seis. Está certo.
E o nome dos seus pais?

Certo. E o senhor lembra o que que eles
Não, não me lembro. Não me lembro por causa porque não reconheci. Eu fui inter internado no Hospital de Oliveira, agora não sei com quantas, qual a idade, num num consta, não fala a idade na papeleta de de internação minha, não fala a idade que eu fui internado, entendeu?
Então o senhor não sabe se o senhor tem irmão,
Não sei. Não sei se eu

Não sei.
Não sabe.
Isso aí a gente fica perdido.

Perdido no espaço. Entendi.

E o senhor lembra, quando você era criança, o que que você lembra?

Onde eu morava?
Isso, o senhor se lembra?
Oliveira, no Hospital de Oliveira. Desde criança? Ah os. Não me lembro ah muito, se ainda desde criança, Porque oh o problema, às vezes que a gente tinha um problema, às vezes costumava dar algum desmaio, coisa assim, entendeu? Então a gente não não tem, a família não ia ver a gente nem nada, não tinha recordação da família nem nada. Mais de quarenta anos e não sabe o que que é família. Entendeu?
Então... Porque o senhor entrou no hospital com que idade? Bem pequeno.
Bem pequeno, eu não sei com qual idade. Com quantos anos. Não fala. Se soubesse era mais fácil de eu conhecer minha família, você entendeu?
Antes de entrar no hospital, o que que o senhor se lembra?
Antes?
Antes de entrar no hospital, da sua vida?

Se eu lembrasse, aí era mais fácil de eu achar a minha mãe e minha meus pais, né? Que eu já estive rodando, procurando a todo lado.
Entendi. Então, vamos falar do que o senhor se lembra, não é mesmo?
Isto. Então.
Fala o que o senhor se lembra desse comecinho. Com quando que você entrou no hospital? Como que foi?
Da como eu entrei no hospital? Ó eu me o que eu me lembro é só o o daqui, o daqui de Barbacena . Ãh. De Barbacena. Que eu vim para cá em sessenta. E nove. Uhum. E no no hospital de Barbacena em sessenta.
Nove entendeu? E antes disso o senhor estava aonde?
Em outro hospital? Estive em o no primeiro Hospital de Oliveira que eu vim. Uhum. Hospital de Oliveira. no na na papeleta não fala a minha idade, não fala com quantos anos que eu internei no Hospital de Oliveira. Uhum. Então, eu procurava, mãe, nunca tem recordação de mãe, não. E assim. Nem de mãe nem.
Ninguém. Entendi. E essa entrada no Hospital de Barbacena, do que que o senhor se lembra? Como é que foi? Te transferiram para lá? Ó.

Com quantos Ano né na na na minha na minha papeleta, eles fala que eu fui internado com. Dezoito ano. Acho que foi com com menos ainda que eles fazia de qualquer. Jeito então. Fazia de qualquer maneira, certo? Gostava de brincar de bolinha, bolinha de gude, sol soltar pipa, né? Aqueles tempo né de quando era criança. Brincar, sabe? Brincadeira, jogar bolinha, bolinha de gude que eles fala.
Tem alguma história assim marcante? Se tem? Lembra, é, uma uma coisa que o senhor lembra muito?
De infância?

Tem.

Não recordo bem. Num dá para.
Me lembrar não. Então, vamos falar um pouco aí de quando o senhor entrou no... Qual o nome do hospital mesmo é? De Oliveira.
Oliveira.
O outro hospital. Qual? Que o senhor entrou com dezoito anos.
Barbacena. Barbacena.

FHEMIG FHEMIG. Uhum.

Barbacena da FHEMIG. Conta aí as as suas primeiras memórias então sabe o que o senhor lembra as primeiras coisas de mais jovem que o senhor lembra?
Mais jovem? Sei que eu eu internei lá no hospital sei lá. Lá eu inter internei no hospital, então ah aí eu quase não convivia lá dentro, certo? Eu saía para trabalhar, trabalho até hoje. Entendeu? Para mim, igual. Às vezes, vai foi muito bom para para mim, Foi muito bom o hospital, que eu, para mim, eu saía para trabalhar sempre eh. Foi minha vida assim, livre.
Como é que era esse dia-a-dia do hospital? O que que você fazia? Trabalhava em que?
No hospital? Bom, no hospital eu cheguei a trabalhar de na padaria. Padaria lá, ajudando a fazer pão.
O que mais?
Depois da padaria eu resolvi aí saí, fui trabalhar fora. Trabalhar fora. Uhum.
E você tinha amigos lá no hospital? Ah tinha.
Tinha amigos, um um faleceu é um. Um era paciente também, então ele faleceu. Os outros era era funcionário mesmo que a gente tinha amizade, Amizade com alguns funcionário. Com enfermeiro, com médico? É, só amizade.
Como é que era o tratamento?

O tratamento? O tratamento era.

O tratamento?

Eu sempre fiz meu tratamento lá fora, certo? Por conta minha mesmo. Por conta minha, eu sempre fazia meu tratamento fora, por conta minha.
E o que que o senhor fazia? Ãh? O que que o senhor fazia fora? O que? O que. Que que era esse tratamento que o senhor fazia? Ah.
Ó ó o tratamento eu assim de fazia consulta. Consulta fora. Consultava, consultava. Consulto até hoje, e pega para pegar receita.
E a maioria ficava lá dentro, presa, era medicada lá dentro, por que que para você foi diferente? O que que aconteceu que você conseguiu ser diferente dos outros lá? O que que aconteceu? Ah.
O que aconteceu era.

Saí para fora para trabalhar. saía saía da de segunda a sábado, da domingo saía saía para passear na na rua. Saía para passear na rua e tal ah. Para mim um, a vida para mim foi muito boa. Foi muito boa demais. Eu não tenho muito assim a reclamar assim do hospital que eu não convivi lá dentro. Só ia lá para ó almoçar aí.

Depois voltava para o serviço. Por quê?
É, por quê por que que eles deixavam? Eu tinha
Liberdade porque ó eu que eu. Eu tinha, assim, ah inteligência, certo?

O negócio é o cérebro da cabeça da pessoa, então sabe não sabia sabia andar na rua. Sabia andar, certo? Sabia andar, então eu saí para trabalhar. Então a pessoa trabalhando, ah sair para trabalhar, então eu acho que é outra coisa aí. Até melhora o o cérebro da pessoa. Se a pessoa ficar ali preso, aí eu acho que ao invés de recuperar na mesma ideia, aí piora. Porque a pessoa não tem aonde sair.
E lá do hospital, o que que o senhor lembra de ruim que você convivia? De ruim? É, de ruim, uma história que o senhor ouviu falar. Ah lá.
De lá, acontecia um negócio, um negócio aquele negócio de a de cadáver né, cadáver lá, de cadáver, que era vendido para a medicina né, na época do coronel, assim tem tem.

Como é que era essa venda? Ãh. Como é que era essa venda de cadáver?
Que era essa venda? É, de quem que era o corpo? Como é que era? Olha dos.

Do dos internado. Era dos próprios pacientes que era internado lá. Uhum. E como como que era, era vendido o corpo inteiro?

A medicina era. Para a medicina estudar de que que a pessoa morreu.

Esqueleto, costumava vender o esqueleto também, cozinhava aquilo, um tambor lá, as vezes, vendia o esqueleto. Da pessoa também para a medicina. E o que mais? Cozinhar corpos? Não, eu não.

Ah que a gente via passar. Tinha uma uma carrocinha que puxava sempre. Cadáver né. Puxava o cadáver. E tinha muito cadáver, morria muita? Era muita gente. Muita. Quase toda semana era muita ah... Era bastante gente, né? Quase... Sempre, quase todo dia. Quase todo dia pegava gente. O chá da meia-noite? Ah é o que eles falava. Da da sobre de matar as pessoa. Só em Deus, quando eu vim de Oliveira, que essas perguntas caía lá em Oliveira, que Bar Barbacena era lugar de doido. Chegava meia-noite, dava o chá da meia-noite à pessoa, a pessoa morria, isso aí, isso aí viu? A história. Na época que eu cheguei aqui, no na época do coronel, Morria muita muita gente mesmo, a gente via. Uns falava que é a injeção da meia-noite. Então, eu só via. E o corpo, se der os corpo da pessoa, chegava. Chegava.
Lá. Certo, e o senhor guarda alguma mágoa que você desse período da sua vida?

Não guardo, não. Não não guardo mágoa.
Nenhuma não. E como que era a sua relação com os funcionários? O senhor tinha muita relação né ali? Tinha.

Muito bem, eu pegava.

Na cozinha pegar marmita. A marmita de comida. Tinha muita amizade. Ainda tem até hoje, se eu for lá. Eu tinha muita amizade com o pessoal. Então, eu levava marmita, deixava lá na cozinha, eles arrumavam para mim a marmita. A mesma comida que o funcionário comia, eu também comia. Ia para o serviço de. Quando dava ah onze horas, eu saía do serviço e ia lá pegar uma pegar a minha marmita na cozinha para.
E os outros pacientes não comiam na? Ah eles comiam é.
Eles come na na no pavilhão. Uhum. Eles comia sempre no pavilhão. O senhor não comia lá?

Que o senhor não comia lá? Ah para mim não não dá porque a gente via.

Como que é? Conta aí. Ai.

Aí fazendo co cocô lá, batendo a mão, aí comendo outra vez, aí num isso aí para mim não não dá. Então eu. Comia só sempre na na cozinha, pegava.

Marmita sempre na cozinha de de comida, entendeu? E quando você foi comer na lá na na cozinha do funcionário, você pediu, eles que te convidaram? Não, eu eu.
Em Deus, quando tinha padaria, a padaria na FHEMIG, que fazia pão na FHEMIG, eu pa eu passava, eu fui lá na cozinha mesmo comer, pegar marmita lá. Eu não não comia com o com os paciente lá não. E que que você tinha que fazer para os funcionários né, para poder estar comendo junto deles? O que? Eu tinha que fazer? Tinha que fazer nada. Eu não tinha que fazer nada, inclusive a a Penha. A Penha a Penha, na época, teve uma época que ela quis cortar ah, cortar o meu direito de eu pegar comida na cozinha. Quem é a Penha? Era uma. A chefe lá, chefe da secretaria. Ela quis cortar, mas eu falei, ó, se cortar a minha comida, se eu não poder pegar comida lá na cozinha, eu vou passar a almoçar fora. Eu trabalho, então vou passar a almoçar fora. Não, é que dentro do pavilhão. Não vou comer.
Não vou comer. Você falou também que você eh eh trabalhava muito de graça, né?
Cheguei a trabalhar. Cheguei a trabalhar de graça. Mas para mim foi uma vida assim, bom, que eu passei para andar fora. Para mim foi ma muito bom. Começamos, no começo comecei a trabalhar.. Negócio meu era trabalhar. Até chorava para trabalhar. Comecei até a chorar para trabalhar. Tinha um funcionário conhecido lá, chama Pedro. Pedro da. Eu sei que quando ele estava trabalhando, eu sempre saía, procurava onde é que ele estava, achava ele e eu ia e ficava com ele lá trabalhando, não ganhava nada.
E o que que o senhor fazia? Que que era esse trabalho? Você ajudava em que?
Você vê, obra, obra, serviço de obra. Serviço de obra que eu mexia.
E fora de lá, você também trabalhava do hospital?
Então, eu trabalhava... Pois é, né? É fora que eu trabalhava, do hospital. Entendi. Eu trabalhei para o hospital, até e até em se setenta e cinco mesmo, foi em setenta e até setenta e cinco, trabalhei lá para o hospital, mexendo lá, aí, depois...

Ah falei ó, tenho que arrumar minha vida, trabalhando de de graça. Apesar que fala, ah você está comendo aqui, você não está trabalhando de graça, mas tudo é do governo. Tudo é dado pelo governo. Aí eu saí para fora e aí fui arrumar minha vida. Entendeu?
Uhum, e você fez essas amizades trabalhando com esses funcionários? Eh.
Conhecendo, né, só? Às vezes, conhece uma, cum cumprimenta, bom dia.

E depois de setenta e cinco? Aí a.
Em setenta e cinco mesmo, aí eu saí para trabalhar fora. Setenta e cinco eu saí para o. Fui trabalhar lá, ainda não tinha nem dado direito, fui trabalhar lá para o. Ai ah então, esqueci lá no estado do Rio, Angras do Rei. Lá em Angras do Rei aí. De lá eu trabalhei pouco. Fiquei pouco tempo lá. Aconteceu um problema lá sobre negócio de roupa também. Aí me queria me jogar no meio, aí eu peguei e vim embora. Voltei.
Para Barbacena?
Para Barbacena.
Aí. E como é que foi lá, essa volta?
Volta para Barbacena? Boa, foi boa.

O que que o senhor fez quando você chegou?
Ah, o que que eu fiz quando eu cheguei? Isso. Ah, eu fiquei, ah de esperei, fiquei parado. Parado assim, sem serviço. Uhum. Apareceu um serviço de, serviço de biscate, né, que eles falam, né? Trabalha uma coisa, depois para. Então, nós... Eu queria começar aí. Começa, aí eu vou tocar. Trabalhando.
E aí você o senhor o senhor morava aonde nessa época, quando você voltou? O senhor não voltou para o hospital?
Voltei, por tive que voltar para o hospital. Tive que voltar para o hospital mesmo, mas morava assim, ah morava num canto, num quarto separado. Sempre num quarto separado. Tá. Tinha a chave minha né, fechava, saía, eu ia trabalhar.

E quando foi que o senhor saiu do hospital mesmo e não voltou mais?
Quando ah quando eh? Foi em dois mil e três. Quando quando eles começaram, começou a época a da coisa da de de tirar os pacientes todos, sabe? para a residência residência tera terapêutica. Uhum. As residência terapêutica. Então, aí foi... Aí o o tempo que eu saí foi esse esse.
Dois mil e três. Dois mil e três. Foi uma grande mudança essa saída?
Para mim foi, para mim foi uma grande mudança, porque eu estou morando na minha casa, né? Morando na minha casa, em. Eu acho que a minha fiz a minha. Estou morando na minha casa, Então, eu acho que eu estou livre. Estou livre, né? Né que eu estou morando na minha casa. E para os paciente que saiu também ah do hospital, eu acho que para eles a vida ó é melhor. É muito melhor ela eles viver na na residência. Tem alguém, todo mundo, arruma, ah cuida deles. Faz a comida, faz tudo para eles, eles ganham ganham o dinheiro deles. Então eu acho que ah, fora do hospital, acho que está convivendo. Melhor sempre

Rondônia. É, parece que você eh apareceu numa gravação, né?

Lá dentro da família, lá dentro da família, chegou uns uns re, tinha uns repórteres lá tinha de Belo Horizonte. Que é de Belo Horizonte, aí o repórter teve, eu tive entrevista com o repórter. Tive entrevista, aí me filmou, filmou

Eu fui lá para para fazer o dê ene á, fui fazer o dê ene á, mas ah só que ela não quis fazer o dê entendeu? Quem que não quis fazer? a minha.

Ela falou que ia fazer o dê ene á, mas não fez.

Sabe lá eles me tratou muito bem. Fiquei dois meses lá lá em Rondônia. Na esperança, né? Fiquei na esperança.
O que que o senhor fazia em Rondônia, nesses dois meses? Ah fiquei ajudando eles lá.
Fiquei Ajudando o outro, que é o Pedro, que fala que é meu irmão. Que, às vezes, lá ia lá na casa de uma irmã lá, tem um terreno lá para capinar lá, um negócio para capinar. Eu lá ajudei, capinar, depois ele me dava dinheiro, eu falei, não, não quero dinheiro não, ajudar, só ajudar vocês, não quero dinheiro de vocês não. Aí eu Fiquei lá uns dois meses já com, emocionado né, emocionado.

Senti que não era, que ela falou que ia fazer o dê ene á. Depois resolveu e não fa não quis fazer o dê ene á.
Foi aí que o senhor resolveu voltar?
Eu vol eu voltei para para trás, porque todo que eu eu não ia deixar a minha casa sozinha, né? Todo jeito, ou nem que fosse a minha mãe verdadeira mesmo, eu não deixava a minha casa, porque eu trabalhei com suor para poder fazer a minha casa, para ficar lá em Rondônia, deixar a casa para trás. Eu não faço isso.
Entendi. Agora, voltando essa dessa saída do hospital, em. que você tinha falado. Como é que foi essa saída? O senhor quis sair mesmo para construir a sua casa?
Eu eu queria sair, né? Já que só não saía antes, não saía antes de dois mil e três, porque eu não tinha dinheiro para comprar e mobiliar a casa, né? Uhum. Então, eu esperei. Aí chamou, ah, vamos você quer ir para a residência? Residência e tal. Eu falei, ah, Pensei, para residência eu não vou, que eu vou para... Tem minha casa, eu não vou para residência. Vou para a minha casa.
E o senhor não teve medo de sair?
Não, medo eu não tenho, não. Não tenho medo de sair, não. Não tenho medo de sair nenhum.
E o que que mudou?
O que que mudou?
Na sua vida? Ah.
Sempre melhor. Para mim foi me melhor eu ter... Ah estou morando na minha casa. Não estou no hospital. Para mim, a vida sempre é me é melhor.
E hoje, o que que o senhor faz? O que que o senhor trabalha?

Mexo com plantação de verdura. Mexo com plantação de verdura, lá. Plantando, cuidando da horta, lá. cuidando da horta, que é para a plantação é geralmente é para para a residência que a gente leva para entregar, para a residência terapêutica.
E aí que tipo de coisa que vocês plantam? Ó lá.
Lá não é muito grande, lá planta almeirão, almeirão, cebola, cebolinha de cheiro, alface, alface, salsinha, Salsinha eu planto, couve, couve ah sabe. É só só isso só. Já plantei a beterraba Se o espaço fosse grande, a gente plantava a beterraba também. Mas o espaço lá do outro de um lado é grande, do outro lado é pequeno. Então, onde eu trabalho é menor. Não cabe muita coisa. Então, eu uso para plantar lá essas coisas, almeirão, alface, cebolinha, salsa, couve, é o que mais é o que mais sai. Fosse grandão, podia plantar mais coisa, plantar a beterraba.
O senhor gosta de trabalhar lá?
Eu gosto, vai fazer dois anos agora em a, dia primeiro de a agosto, vai fazer dois anos que eu estou lá.
E me conta uma coisa, o senhor tem algum sonho que você quer realizar, que você já realizou? Eu não.
Meu sonho para mim realizar era conhecer assim a minha mãe. a minha pro própria mãe mesmo, conhecer a minha própria mãe. Esse sonho eu já já aconteceu até de noite. A vez de eu sonhar, quando eu estava na na FHEMIG, até sonhei com a com a minha mãe mesmo no sonho. No sonho, eu estava dentro, chegando na casa da da minha mãe. E é um lugar assim, todo cheio de mato era um é um rancho, no sonho. Fui uma vez lá e outra vez ela ela chegou no Hospital da FHEMIG e foi me me pegar, me buscar lá. No sonho. Só no sonho só que eu vi ela. Só no sonho.
Agora, fala um pouquinho. Você estava contando do seu trabalho, né? Aham. O senhor trabalha lá na na na roça e tal. O que que esse trabalho ele te ajuda? ele facilita você, ele te dá possibilidades.
Esse trabalho, para mim, é bom é. É bom a gente trabalhar. A pessoa trabalhando a pessoa trabalhando, eu acho que é bom para sa para a saúde. E a gente está ganhando assim também ganhando uns trocados, que é um salário um salário e pouco que eu ganho lá. um salário e pouco que eu ganho lá da do insti instituto. Então, eu acho que é uma uma um bom negócio para mim.
Te ajudou?
Ajuda muito, ajuda muito. Melhor do que eu ficar trabalhando no no lugar, fica aí duas semanas, e depois acaba aqui, tem que ficar, volta para ficar em casa, parado, esperando, esperando o serviço aparecer. Tem que pegar ali e está mais é mais garantido no Instituto Bom Pastor. Está de carteira assinada e está mais garantido.
E lá você tem algum amigo, uma amiga, namorada?
No Instituto Bom Pastor?
Né não sei, na sua vida.
Na minha vida eu tenho uma namorada. Ah, tem? Tenho uma namorada.
Conta um pouquinho dela. Conta para a gente um pouquinho dela. Você conheceu ela?
Ah, onde eu conheci ela? Conheci ela no hospital da FHEMIG. Ãh. Conheci ela no hospital da FHEMIG. Faz tempo já que vocês estão namorando?

Pouco tempo tem pouco.

Vai para uns três mês ou dois mês só. Só. Que a gente está namorando.
E ela é paciente? É médica?

Não, ela ela é médica.

Enfermeira Médica mesmo não é não, é enfermeira. Ela é enfermeira. Ah.
E ela ela chegou a cuidar de você quando você estava lá?

Vocês se conheceram mais

Às vezes ninguém, assim, cuidava de mim, porque eu eu saía. Sempre saí. Quem cuida da minha vida aí só eu, então... Até consultava com o médico lá dentro, mas pegava a receita, a receita, o remédio. Comprava por minha conta.

Na farmácia fora comprava por minha conta o Uhum. Entendeu? É bom que é bom que a gente não está sozinho, né? Não está sempre assim sozinho, tem sempre uma companhia, né?

Conversar. Sair. Ela não não gosta muito de sair por causa da. Come começou a trabalhar foi ontem, ela estava de férias, voltou a trabalhar ontem.
O que que vocês fazem juntos? É só.
Namora.

Em casa. Nunca foi lá em casa. Ela não saí é muito difícil ela sair. Ela fica mais em casa.

Fazer tratamento. Você vivia fora...por que que eles te mantiveram esse tempo todo dentro do hospital? Por que que você ficou esse tempo todo dentro do hospital se você não precisava dele? Ah porque.

Para onde sair né não tinha para

Porque eu não tinha jeito. De de eu pagar sem que eu não tinha um emprego. Não tinha um emprego, não tinha nada, então...
Ah eu tinha que. O senhor não tinha renda. Não tinha não. Trabalhava sempre mas não não era não tinha renda, é isso?

Trabalhei na época que tinha padaria lá. Aí num só que aí num. Ganhava nada. Não ganhava nada.

Depois que eu passei a trabalhar fora, aí que eu comecei ganhar uns trocado aí. Fui ah abrir a conta na Caixa Econômica Federal, guardava um pouco e depositava um pouco, guardava um pouco e depositava um pouco assim para. Um pouco para mim sair, saía e aproveitava, ia passear, saía para passear, eu ia lá em bê agá passear, tudo isso. Comprava alguma coisa que precisava, roupa.
Então, conta para mim uma coisa muito importante. Sei. Que essa pergunta eu sei que ela é importante. Qual que é a diferença de morar no hospital e morar na sua casa? Na na. Uma casa que está inserida nessa comunidade. A a diferença? É.
A diferença, eu acho, a diferença é muito mais melhor, você tem mais liberdade, você tem a pessoa tem muito mais liberdade de sobreviver melhor. do que morar no hospital. É é outra coisa você igual eu tenho. O meu sonho meu sonho realizado era eu ter uma casa própria. Um dia eu sonhava até a pegar com Deus Nossa Senhora Aparecida. Um dia eu vou fazer minha casa e trabalhando, trabalhando, trabalhando, lutando pela vida e con consegui. Tomei muito prejuízo, comprei lote, perdi, perdi, igual, o lote era de outro, era de outra pessoa, deixei para lá, falei então, ó, aí comprei, agora passou os anos, aí comprei outro, comprei outro lote com isso, já tenho registro, fiz a casa, comprei o terreno, fiz a casa, fiz a casa para mim, ó, aí agora a gente está sobrevivendo muito melhor. Lá dentro do hospital eu não tenho assim nada a reclamar ó sobre o hospital, porque eu saía, não não via nem o que passava. Sal saía para trabalhar. Só voltava. Ãh.

do tratamento.
O tratamento que o senhor fez durante esses anos no hospital. Ãh. Que o senhor ia, se tratava e voltava para casa. Ah. O que que o senhor achava desse tratamento?

Eu não fiz o tratamento da.
Dentro do hospital assim ó depois que eu saí... Não, mas o senhor ia até até o hospital, consultar, conversar com os médicos. Isso.

Isso é o tratamento. É.
Isso, conversar.
O senhor gostava? Era bom?

Bom, é bom. Muito bom, era bom bom.

Pegava a consulta, a receita, pegava essa receita, pegava a receita, pegava a receita, aí saia e ia comprar o comprar o remédio que eu precisava.
O senhor comprava o
eu comprava, comprava e continuo sempre comprando.
Então não era do hospital?
Não, não, comprava. Você pegava. Sempre, pegava re receita, pegava a receita e sempre compro compro ali.

O senhor estava contando que para você foi muito bom, conseguiu viver bem. E os outros pacientes que estavam lá, que não tinham essa liberdade de trabalhar, como é que era para eles? Ah ah.
Para eles... Para eles o problema é que eles bom o problema é que eles não têm assim o a cabeça assim feita, normal né. Se eles sair de casa se eles sair para para a rua, igual eu, eles não sabe assim andar. Eles não sabem andar so sozinhos, sim sem uma companhia do lado deles, uma pessoa que toma conta deles. Eles não sabe andar. Se for atravessar a rua, né é um perigo. Então não sabe, às vezes está todo sujo todo sujo. Então eles não eles não sabe andar. Então eu acho que ali as pessoas acho que não tem jeito assim de, eles não tem condição de sair assim do hospital. Sai do hospital mais aquelas pessoas que às vezes vai recupera.
Tinha muita gente assim lá que não conseguia. Lá.
Na época tinha, hoje em dia, o o Hospital da FHEMIG não tem quase mais ninguém. Eu acho que hoje em dia ah existe mais funcionário do que paciente eh. Existe mais funcionário do que paciente.

Era tudo cheio também. Você lembra quantas pessoas tinha? Ah. Tinha muita gente, não tinha onde pôr gente. não não tenho não me lembro quantas pessoas, que era muita, que chegava, na época chegava muito ônibus, o ônibus chegava, trazia gente de fora, despejava tudo lá na FHEMIG.
Sempre vinha ônibus?
Sempre, trazia gente para internar, muita gente, trazia muita gente para internar, né. No hospital.

Igual eu falei, até um, um, às vezes as famílias não vinham procurar nem nada, morria por lá mesmo, na FHEMIG mesmo morria, morria, às vezes costumava sabe, morria cedo de de noite né, a gente sabe qual o motivo, aquele punhado, aquele punhado de cadáver, né? Não não sabia por quê. Por causa de quê? Eu sei que é. Era era na época, era muito ruim na época do coronel. Era muito ruim na época do coronel. Você entendeu?

Hoje em dia, o hospital, depois que entrou o Manelão, Manel, e até faleceu. Aí melhorou um bocado que. Melhorou no caso de de morte.

Aí, pronto, acabou acabou aquela punhado de cadáver e parou. Melhorou, então? Melhorou aí. Internaram. Enterrava no Cemitério da Paz, que hoje em dia não funciona mais o Cemitério da Paz.
Então, conta essa história aí do seu braço. O que é que que é essa história aí?
Essa história aqui é da padaria da FHEMIG. Ãh. Quando eu trabalhava. Quando eu trabalhava então lá eu trabalhava de graça. Né aí eu eu esqueci né. Não é não quer dizer que eu passei assim mal nem nada, não. Aí eu eu estava lá, cilindrando a massa. Eu estava cilindrando cilindrando a massa, a mesa cheia de massa. Aí começou a massa mole, a massa mole aí. Eu esqueci e pus a mão no cilindro. De eu pôr a mão no no cilindro, o cilindro li ligado, Esqueci por ah virei o rosto para o lado. Pus a mão, aí puxou a minha mão minha mão com o braço. Minha mão passou entre meia, assim ó, passou assim passou. Chegou aqui, foi rodando, rodando devagar e parou so sozinho. O cilindro parou sozinho. E eles gritando lá. Quando olhou, foi olhar meu meu braço estava parado, agarrado lá. Meu braço estava aga agarrado, entendeu? Aí eles foi correndo, me levou na Santa Casa para ver o que aconteceu. Graças a Deus não aconteceu nada, só tirou aquela pele com carne, saiu aquela pele com carne aqui, ficou tipo de uma carne morta aqui. Apertar nem dói. Para cá saiu o final o final, ficou a marca.
E não machucou mais nada? As mãos, não machucou? Não.
Mais nada. Pa minha mão passou direto. Foi Deus que parou para mim, Deus Nossa Senhora Aparecida que parou para mim. Eu tenho muita fé, com fé a gente a gente se vence. A pessoa tendo fé, a a gente se vence mesmo. Deus Nossa Senhora Aparecida é muito bom, a gente se consegue se vencer.
E essa história que o senhor parou de fumar, como é que foi?
Essa história, eu parei... Eu parei que o ah o cigarro não estava me fazendo bem. Eu senti que não estava me fazendo bem o cigarro. Aí eu eu fui fumar no outro dia, parecia que o cigarro estava com com gosto de mofo, parecia que estava com gosto de mofo. Aí eu peguei, o que que aconteceu? Eu pensei, ah quer saber de uma coisa, eu não vou fumar mais. Peguei um maço um maço de cigarro estava cheio ainda, embrulhei ele e joguei lá no mato. Dali eu falei que não ia fumar e não não fumei mais. Joguei fora, no outro dia tomei café, lavei o rosto, tomei café, me deu aquela vontade de fumar, danada. Fiquei nervoso, vontade de fumar, mas não fumei. Não fumei. Aguentei a mão. Não fumei e não fumo mais.

Parei em oitenta e seis.

Não, comecei comecei a fumar depois que eu entrei, fui internei, né? Internei na FHEMIG, passou uns tempo aí. Às vezes, via os outros fumar, então, e aí, quis fumar também.

Larguei larguei.
De uma vez. Definitivamente.
Larguei o cigarro de uma vez. Hoje em dia, não faz falta nenhuma para mim.

Bom, vamos finalizando aqui as últimas perguntas. Se o senhor pudesse mudar alguma coisa na sua vida, o senhor mudaria alguma coisa que aconteceu com você antes?
Alguma coisa? É. Mudar? Não aconteceu assim nada na na minha vida antes, para para trás, atrás não aconteceu assim nada, não tem assim. Nada de assim reclamar. Nada entendeu?
Entendi. E que mensagem que o senhor deixaria para as pessoas que têm problemas psiquiátricos?
Que mensagem? É.
Uma mensagem que o senhor deixaria. Ah.
A mensagem que eu posso deixar para eles A da da Deus que dá a melhora para para eles e encaminha a vida deles. Deus que dá a melhora para eles. Eu acho que igual tem muitos que vai para as casas a residência para as casa de residência. Eu acho que eles vai melhorar. Eu acho que vai sempre vai melhorar. Se tem condição de melhorar... Agora tem uns que, às vezes, vai para a residência, mas não sabem, assim, sair sozinhos né. Eles saem com a cuidadora. A cuidadora toma conta deles eh. Para eles, igual eu falo. Para eles, está muito melhor a residência do que o hospital. Mil vezes melhor. Mil vezes melhor a residência do que ficar lá dentro do hospital. Lá dentro do hospital, eles não tinha a liberdade que tem nas residência, não tinha a a liberdade de sair, de sair, vai passear com as cuidadoras, nada disso.

Que mensagem que o senhor deixaria para as pessoas que trabalham na área da saúde mental? A mensagem? É para para as pessoas que.
Que trabalham, os profissionais da área. Ah entendi a mensagem.

Eu eu nem sei responder direito, se eu te falar a verdade igual. Falar, mandar mensagem pelo telefone, celular. Eu nem sei. <laughs> <laughs> Nem sei nem sei se eu te falar a. Que fizesse pelos pacientes, ah fizesse bem para eles, não mal, sempre cuidasse deles direito, cuidar deles direito. Legal. Cuidar deles da da, assim direito, se está precisando de um remédio, vai lá, dá, vai tomar banho, tudo.
Tudo isso. Tudo certinho na hora certa. É.

De manhã e de tarde. Tomo banho de manhã e aí de tarde, para deitar.
O senhor gostaria de dizer alguma coisa para alguém que o senhor considera especial na sua vida? Especial na sua vida que o senhor quer deixar algum registro? Ah ah aí tem muito né. Ah então pode falar.
Ah, tem muito.

Tem lá. Da da FHEMIG lá, tem tem funcionário lá, tem a Zenilde. Tem a Zenilde, que é muito boa. Foi a a primeira lá de quando quando eu estive no hospital. Aquela me tratava na palma da mão, a Zenilde. Tem muitas pessoas, tem muitas pessoas que me tratou muito bem ali dentro da do Hospital da FHEMIG. Por lá, tudo na na base da amizade. Tem muitas pessoa ali.
Quem mais que o senhor lembra? Ah tem a.
A Zenilde de agora de homem, tem Raimundinho, Raimundinho de ho de homem. A gente só amizade, a gente sai saia sempre. A Luísa. Eles trabalhavam lá? Trabalha na FHEMIG ainda. A Luísa também trabalha lá na cozinha. A Luísa. Helena. Helena também trabalha trabalha na cozinha. Então, essas pessoas, eles me tratam muito bem lá. Eu conheço mais, tenho mais liberdade com as pessoas que cozinham, mexeu lá na cozinha. me tratava muito bem. Qualquer hora que eu chegava lá, eles arrumavam, arrumavam para mim. Aí, não, está aqui, sua comida está aqui, na marmita.
E o senhor quer dizer alguma coisa para o pessoal lá de Barbacena, para o povo lá da cidade? Dizer alguma coisa?
Do pessoal lá da cidade? É. De Barbacena, tem lá lá.

O Padre Ronaldo que é o meu patrão. Ronaldo é meu patrão é uma pessoa assim pessoa muito boa. Os funcionários lá, que eu trabalho trabalho junto, são bom, que é os motoristas. Os motoristas têm amizade, que é o Beto. O Beto. Tem o Beto que é motorista, tem o outro, tem outro lá, até Ednei também, tenho amizade lá com todo mundo lá do Bom Pastor.

Agora, me fala uma coisa. Para as pessoas que não te conhecem.

Que que o senhor diria para elas? Ah.
As pessoas são vocês, eu acho, né?

É, são vocês. <laughs>

Que que eu diria? É.
A mensagem.

Uma mensagem final, ah como se fosse ah um aniversário ah um aniversário, uma mensagem como se fosse um. Parabéns para você, ah ah muito Deus te dá muitos anos de vida, saúde, tudo de bom para vocês.

Museu da Pessoa agradece. Muitíssimo a sua presença aqui, a sua entrevista.

Ali, se eu tivesse tanta coisa para falar, igual o Sebastiano, aí <laughs> aí eu falei faria não. Só que eu não tenho tanta coisa para falar. Não tenho. Foi ótimo. Foi ótimo. Se eu pudesse falar mais, tudo eu falo faria. É, entendeu? A gente falava, mas não tem... Sabe como é que eu vou inventar a conversa? Não tem jeito. <laughs> Não tem jeito de eu inventar a conversa. Falar o que é certo. Está legal. Entendeu?
Está ótimo. Cada história é uma história né?
É, cada história é uma é. Uma história cada história.